São Paulo, oito de maio de dois mil e oito

Eu nasci em São Paulo, no Paraíso, quer dizer, no Paraíso, bairro né, aos trinta e um de outubro de Mil novecentos e

E ele já já vinha com cinquenta anos, mais ou menos, a idade dele. E no navio ele conheceu a... a minha avó.

Sabe desses músicos que já nascem prontos, né? Quer dizer que a descendência musical por parte de mãe foi absolutamente incisiva e genética. A música que eu tenho em mim é é resultado disso. Ele constituiu uma família com ela, tiveram cinco filhos.

Cinco filhos, e esse Isso por parte de mãe.

Eu consegui chegar a isso porque tive que pesquisar realmente, mas dele eu vou vou o que tenho a dizer é que era um homem que tinha ouvido absoluto, gostava extremamente de música, Era alfaiate, mas sabe qual é alfaiate do tipo hoje que a gente diria um sujeito voltado para a moda, muito, muito avançado. Não é porque era meu pai, mas realmente era uma uma figura, um artista dentro da profissão dele. Adorava música, conhecia música profundamente, era claque do teatro municipal de tanto que gostava. Enfim, a minha origem foi toda nesse ambiente ambiente de música porque a minha mãe ficou viúva a minha mãe perdão ela ficou órfã de pai e mãe muito cedo e ela acabou herdando a classe de alunos do meu avô e com apenas quatorze para anos ela conseguiu trabalhando com música conseguiu educar os irmãos menores formando os enfim dando dando todo o respaldo com música coisa muito difícil muito difícil e foi um exemplo de vida lecionou até o fim da vida dela com setenta anos meu pai morreu moço morreu com cinquenta e nove e minha mãe morreu com setenta e poucos Então, o que eu tenho a dizer é que eu sou fruto de um de um lar feliz, porque eles nunca se separaram, se davam muitíssimo bem.

E o que mais que eu posso dizer para vocês? A it, a Itália
Italia. Você sabe a origem lá na Itália, por quê que eles vieram para o Brasil?

Meu avô O por parte de mãe, está claro. Ele veio para lecionar aqui, música, né? E no éh meu pai, da parte do meu pai, eu nunca perguntei por que vieram, mas certamente vieram atraídos pelo que o Brasil representava. Creio que terá sido por isso. Meu pai n era... It ele acabou nem nem se naturalizando, ele era italiano de nascimento, embora tenha vindo para cá com dois anos. Então ele achava um absurdo que que não o reconhecesse como brasileiro. Hoje a gente pode, poderia dizer, bom, então você teria que se naturalizar, né? Ninguém Ninguém impediu. Mas ele acabou morrendo de italiano mesmo, em que pese praticamente não voltou mais para a Itália, viveu o tempo todo aqui. A pergunta foi... Ele era de Potenza, é é uma uma uma região vizinha da Calabria, Baixa Itália. E, por parte de de minha mãe, também Ba Itália Sicília, é Os meus pais é, agora você, agora você me pegou também. Sabe que filho não não não pergunta isso, né? Mas eu eu sei que a eles ficaram, a família do meu pai, era er eles eram próximos ali, deviam morar pertos, né? Um do outro. E a minha mãe era muito valorosa, bonita, e cuidando do de de irmãos menores.

E foi assim que meu pai a conheceu, ah, respaldado pelo pelo carinho da família dele para com <laughs> a minha irmã que que com quin a minha mãe, que com quinze anos estava tutelando uma família. E casaram-se, nesse casamento, eu e minha irmã, e... Viveram Felizes até, enquanto tiveram vida né Não, o que eu me lembro era era na cidade, na rua, é... Era na cidade, uma rua ali perto da sete de abril. É a rua que eu falei ali Quando nós estávamos lá fora, eu acabei falando o nome da rua, agora não não me ocorreu mais. Mas, enfim, era na cidade. Certamente, se você colocar isso na época em que eles viviam, é cidade, <laughs> para nós hoje é cidade-centro, né? Não era bem centro. Mas se conheceram ali. nessa região é da Sete de Abril é Tem outro nome a rua. É uma rua ali próxima à Sete de Abril. Já vou dizer, tão logo ela pinte na cabeça, eu falo.
Então seus pais, se conhecem, casam. Vocês sabem onde eles se casaram? Se eles casaram numa igreja
Não saberia te dizer, meu anjo.

Não sei. E eles vão morar no Paraíso ou numa
Não, aí foram morar foram morar no paraíso onde onde viveram sempre. Rua Tupinambás, que hoje tem outro nome. Um meia quatro, foi onde eu nasci. E naquele tempo, a gente nascia em casa. Eu nasci em <laughs> eh, e... Eh, essa casa ainda existe? Essa casa, na época da guerra, el eles compraram essa Na época da guerra, o meu pai era italiano. Foi um absurdo isso, né? Mas houve uma perseguição aos italianos. Uma perseguição, entre aspas. Mas o fato é que, eah, a colônia italiana sofreu uma certa pressão e muita gente ti quis tirar proveito dessa pressão e ir avançando nos bens da das famílias, como foi o caso do Palmeiras, por exemplo. Palmeiras Clube hoje era a Palestra Itália, teve que mudar de nome, assim, de um momento para o outro. Foi o caso do Pinheiros, que era Germânia, teve que tornou-se Pinheiros, para não perder todo o domínio que eles tinham, todo toda a propriedade que lhes dizia respeito. E meu pai então passou essa, não tinha lá muita pro propriedade, mas eh as propriedades que tinha passaram para o nome dos filhos. E no caso ficou tudo em nome da minha irmã, porque nós temos diferença de cinco anos, e eu devia ser pequenininho, e elas e eles passaram para para o nome dela. Essa casa foi depois vendida para o Hospital São Santa Joana, que nós vimos nascer. Não sei se vocês conhecem, hoje é uma maternidade bem conceituada aqui em São Paulo, E a, o Hospital Santa Joana e é era bem em frente à minha casa, era muito gozado porque é o, era um palacete e moravam poucas pessoas, três pessoas moravam naquele palacete. Esse palacete foi vendido para o hospital e o hospital foi... E a minha casa era bem em frente, também um sobrado, e eu e eu tocava piano, as enfermeiras ficavam lá no hospital, lá no sótão, sabe? Elas pegavam o telefone, puxa, toca de novo essa, gostei disso, gostei daquilo, fo foi muito gozada. E depois, quando quando dá a venda dessa casa, nunc ninguém, eu não queria vender, minha irmã não queria vender, porque foi ali que nós nascemos.

conversamos, lembramos coisas, porque eu vi o o tudo acontecendo ali, acompanhei tudo aquilo, né? E acabou, acabamos vendendo o hospital para ele, não não discutimos preço nem nada, ele pagou o que a gente achou que merecia e Foi uma coisa muito bacana, viu? São coisas que a gente fala, sabe quando não há negócio, quando não tem aquela coisa, não, então isso, não, não. E eu acho assim, assim, então tá bem, então vamos fazer desse jeito. E assim foi. Então a casa hoje, eh, eu não passo lá porque eu eu eu tenho imensa saudade, sabe? Todo Toda a minha juventude eu passei ali, né? Às vezes eu eu evito de passar para não para não relembrar Mas se vocês forem, é um uma pirombeira, é a rua Tupinambás, e hoje é Doutor Amaro, é o nome do do do do dono do hospital, já falecido. E ele comprou todas aquelas casas, o hospital foi se expandindo, se expandindo, ele foi para a Rua do Paraíso, não sei se você conhece uma rua também, também o hospital tem tem, sai por aqui, sai por lá, ou entra por aqui, ou entra por lá, enfim, ele ocupou todo aquele quarteirão.

Era sobrado. O que tem de interessante é que, na época da da Revolução Constitucionalista, tinha os tiros na parede. Eu era pequeno, mas eu via aquela, os tiros, sabe? A parede com com os furos, né? E aí eu fiquei sabendo que era por causa da... Por que que naquele local teria tiro, não sei. Mas o fato é que tinha. O que mais que eu vou te contar da casa? A casa era um sobrado. Um jardinzinho na frente, um quintal grande, tinha um carramanchão no fundo. Era a nossa casa. Tinha três quartos. três quartos, cozinha, essas coisas todas né Corredor, tinha um um porão, que a gente chama porão, mas, dá ideia de coisa abafada, não é não. Porão com altura suficiente. Tem um Aí sim, mais adiante, tinha um porão mesmo ali, com com é com espaço reduzido. Ali era um praticamente uma Mas são Uma sala Não, não, devem ter comprado, depois foi reformada, com o tempo eles foram construindo a vida deles, certamente, eu não saberia dizer, mas eu acredito que tenha sido assim, até que chegaram a uma reforma mais substancial, fizeram, enfim, foi uma casa em que convivemos e vivemos muito bem, sem problema nenhum.
Nessa nesse período da in ah da infância, o senhor se recorda dessas, a gente queria perguntar um pouco assim das brincadeiras... Ah, tem tem de É nessa época. Brincadeiras com colegas, com amigos?
Inevitável isso né, tinha tinha ah Jogávamos futebol naquela ladeira, imagina? Era um absurdo, mas a gente jogava futebol ali. Em frente, do lado direito tinha, do lado esquerdo que também tocava piano.

Então era uma, sabe, pianista de...

Querido amigo, uma pessoa que me influenciou muito, sabe? Que me introduziu na vida artística, porque ele era mais velho e eu era louco, né? por música. Então, conclusão, eh, ficamos muito amigos. As brincadeiras eram absurdas, de jogar futebol, as brincadeiras de criança, de de de pular cela, essas coisas né, pegardor, isso Sabe o que é pegador né, correr e pegar o outro. Mas ficou nisso. É o Uma uma uma uma infância Feliz também, não tem nenhum tipo de reação negativa O episódio interessante, é eh tinha um, um dos rap... Sempre tem um, né? E que ele era de Ele tinha uma, um perfil nazista. Ele ele queria se.. Ele intimidava todo mundo. E todo mundo aceitava a intimidação dele. Por exemplo, é ele... a gente pegava o cara e dizia, não, você não me pegou. <laughs> Você tinha pego, né? Mas não, você não me pegou. Até que um dia eu resolvi me insurgir né Um dia, foi, foi com o passar do tempo, a coisa foi indo, foi indo, chegou um dia eu disse... Não, eu te peguei sim, eu enfrentei e dali para frente ficamos sem sem falar durante muito tempo. Depois crescemos e um dia no tênis clube ele encontra-se comigo, veio, me abraçou. Foi gostoso porque ah um esse esse desentendimento, vamos chamar assim, de criança ficou completamente superado. Mas esse é um incidente que marcou a minha personalidade, sabe? Como é que eu explicaria? Eu sou uma pessoa que eu tento compreender em vez de ser compreendido. Acho que é muito mais lógico você, se você tiver, eh, compreensão suficiente para compreender, é melhor do que você pretender ser compreendido, entende? Porque, às vezes, a pessoa não tem capacidade de te compreender. Ou pela maneira como você fala, ou por, pelo pelo, pela forma d, pelo conhecimento que você tem, ou coisa parecida. Então, fica difícil. E eu, e sempre fui assim. Então, na, num primeiro momento, vamos dizer, não te peguei, tá bom, pego o outro. E daí, né? Devo ter pensado, né? Uma vez, duas vezes, a terceira vez, não, você está ferindo os meus princípios, eu te peguei, isso é imoral, eu tenho eu ter que admitir que não que não pequei. E fiquei sem falar com ele, e ele ficou intimidado comigo a partir daí.

A escola, é escola, a minha mãe me colocou no externato Sagrado Coração de Jesus. A sábia, minha mãe era incrível. Como ela perdeu os pais muito cedo e teve um a incumbência, a responsabilidade de educar os irmãos menores, inclusive, como já disse e repito, formando todo mundo. Foi uma figura excepcional, mamãe. E o que que você perguntou, meu bem?

Aí ela me levou na na na escola e e disse, olha, você vai pela parede, você atravesse a rua sempre no meio do quarteirão, olha para um lado, olha para o outro, porque eu não vou poder te levar e nem te e n e n e nem te apanhar. Quer dizer que então logo de cara eu já tive, com com co com seis para sete anos, que ser uma pessoa responsável e independente de fazer o que ela o que ela determinava, o que ela aconselhava Dizendo melhor. E nesse ne nessa escola eu fiquei três anos. No quarto ano eu fui para para o Dante Alighieri. Do Dante Alighieri passei para o ginásio, fiz o o científico e fui depois entrei na faculdade.
<noise> e Dante porque
A ideia a ideia do deles era de que eu aprendesse italiano, né? Este Meu pai queria que eu que eu aprendesse italiano. Mas Imagina que coisa engraçada. Nem mal eu entro no Dante, e vem a guerra né? Quarenta e Todos os professores que de origem italiana foram f f tiveram que voltar para a Itália. O italiano não aprendi porque não não não se ensinava mais. O colégio virou Visconde de São Leopoldo e não era mais Dante Alighieri. Aí eu ainda cheguei a pegar depois a volta para Dante Alighieri. Mas, quer dizer, foi foi nesse ponto de vista foi ruim para eles, né? Ele queria tanto que eu falasse. Eu falo um pouco de italiano, mas eu falo por por por eufonia, vamos chamar assim, né? É, para uma pessoa que é músico você tem muita facilidade de reproduzir línguas. É, isso não não fica uma coisa difícil. Mas, se você f pegar fundo, eu devo cometer barbaridades falando italiano. Mas as pessoas, ontem mesmo, eu ah parlo italiano, aí comecei a conversar, mas depois logo eu já vou parando, vou é bom parar por aqui, que se a coisa complicar eu vou me estrepar. Aí ele falava italiano sempre que podia. Era muito gostoso ouvi-lo falar italiano. Ele, ele, ele fazia uma coisa que... Ele fumava, e fumava muito. Fumava um três maços de cigarros cubanos, um cigarro sem filtro, um absurdo. Um absurdo. E aí, é, é, quando ele fumava na frente de alguém, isso eu conto, com, nas minhas palestras eu conto, Ele já tinha consciência de que o a fumaça perturbava a o a outras pessoas, as pessoas ali perto, entendeu? Então ele perguntava, posso fumar? A senhora não se importa que eu fume? Falando em italiano, né? É E eh, eu achava aquilo tão tão delicado, tão bonito da parte dele, né? Que é a consciência que as pessoas hoje ainda não não conseguiram assimilar. De que o direito de um termina onde começo o do outro, né?

Não é, n na não precisa se pensar mais do que isso. O meu direito termina onde começa o seu, o seu termina onde começa o meu. E essa consciência a gente percebe que as pessoas não têm ainda, né? Esse O convívio fica atritado porque as pessoas não têm esse tipo de conduta. Sim, meu pai, éh, tem guarda até

a ele era sócio do Palmeiras. Ele não frequentava o Palmeiras, mas ele fazia questão de ser de ser sócio, adivinha, para contribuir. É muito bonito isso. Eu me lembro do cobrador que ia. Quer dizer, era a ideia de de cooperar, sabe? Ideia de de de origem, de respeito à origem, à co a à coletividade. Fazia isso assim. Tanto é que Até hoje não falei isso lá no Palmeiras, mas eu tenho a carteirinha dele ainda com o PE I, Palestra Itália, naquela época. E, eh, ah, vocês frequentavam alguma associação de italianos? Essas, na região da Calabria, do sul? Não, não, não, aí não, não. Realmente, é o eh a a o círculo italiano, eu já fui convidado para tocar lá, toquei, fiz apresentações, tal, mas eh ter participação direta, não. A não ser o Dante, né? O Dante foi, até hoje, como como ex-aluno, eu tenho presença lá. Até Eu tinha, foi o quarto ano, dez anos. E fiquei até o até o científico, né? De de são Do g dezessete Para dezoito anos. Dezessete para
E conta um pouquinho para a gente esse período do Dante. Eh, algum professor que tenha marcado, colegas, ahn... Como é que eram as
Tem coisas muito gozadas, tem coisas interessantíssimas,

Justamente, eu saindo do primário, indo para o ginásio, então tinha onze anos, e, de repente, a Gazeta Esportiva era o jornal de de de veiculação, né? Entre a juventude, porque falava sobre futebol, sobre esportes, né? Todo mundo tinha.

A gravata toda assim, sabe? Éh... Hum, um, resquícios de barba, assim, um pouco de barba. Uma figura curiosa.

Pegou o menino e foi até a porta e e o e o despachou. Oi, primeiro, quer falar alguma coisa? Bom, enfim, aí foi ditando as regras, com aquele jeito dele de falar, né? Dizendo que quem abrisse a boca ia para fora, que não sei o quê, Ninguém piou. Ninguém piou dali para frente. Foi, foi

A autoridade que ele implantou foi uma autoridade sadia, sabe? Porque ele, no fundo, ele era uma pessoa que ele queria ser respeitado, mas ele respeitava também. Ele não se ele não se negava a dar nota para quem merecia.

Oi sen oi, ou senhor, do que está rindo? Eu muito cara de pau, era eu que estava rindo, né? E eu olho para trás. Como quem diz, não sou eu, né? Ele sai de lá desembestado, me pega aqui, estoi falando com o senhor, do que que <laughs> com o que que o senhor está dizendo? Eu não vou dizer da da imitação, não falei não. Certamente não terei dito nada, me expulsou, saí da sala e me deu zero. Pois, olha, eu era bom aluno. Conclusão, eu recuperei, naquele mês mesmo ele tirou zero. Enfim, as coisa, para mostrar também um lado dele muito, muito bonito. Quer dizer, o sujeito não não não guardou rancor, e eu também não, obviamente. E ele nos acompanhou durante o ginásio todo, na formatura do ginásio, se é que a gente pode dizer que tenha sido formatura, mas eh, vamos dizer. Ele foi nosso paraninfo. E nós o elegemos vereador. Eu não abro mão disso. Fomos nós que o elegemos vereador. Molecada toda ficou apaixonada por ele. E daí ele surgiu até chegar à presidência da República. Agora você for ter que, certa feita, eu estava em em Lisboa. E ele tinha sido, mil novecentos e sessenta e um, ele tinha sido eleito presidente da República. Então a embaixada do do a era o era o Negrão de Lima, o embaixador brasileiro, ele convidou os brasileiros que estavam em Lisboa para comparecer, para re recepcionar o presidente. E eu fui, fui convidado e fui. Ah, foi muito engraçado, porque quando chegou na hora, ele perfilado, ali todo mundo chegando, quando chegou, eu não chamei nem, eu falei, professor, o senhor se lembra de mim?

Perdeu o protocolo, perdeu tudo. Ele Ele lembrou. Foi muito gostoso. A Aí já j, num instante, eu já falei uma porção de coisas com ele. Enfim, esse foi um foi t foi um fato também muito significativo, porque ele, bem ou mal, ele era o presidente da República. Falei, já naquela época, eu eu discuti a questão do problema, o a problemática do direito autoral, do pagamento de direito autoral aos músicos, né? Aos compositores, e ele falou isso depois. Combinamos de de de de de tomar uma atitude, e ele respaldaria a atitude, e realmente acabei fazendo fazendo no no a subchefia da Casa Civil da Presidência da República em São Paulo, tendo um entendimento com a Casa Civil para criar um um movimento no sentido de sanear a questão do pagamento de direito autoral. Mas voltando ao Dante, que era a pergunta que você fez, né? Esse fato foi um fato interessante.

Ele e ele er, e, para mim, para mim era era incrível. Ele se vestia muito bem, mas muito bem. Por exemplo, se o se o terno era azul, era é como eu estou aí, oh. Sapato azul, meia azul, <laughs> o terno voltado para o azul, gravata azul, o, o, a camisa assim se, acho que é também azul, né? Quer dizer, ton sur ton. Aqui ele usava um lenço muito elegante, falando muito bem, sabe? Professor de história. E ele teatralizava as coisas. Era Eram fascinante as aulas dele, eh, porque era história, coisas acontecidas, verídicas, mas, sabe, num tom de de de estória também, né?

preservando a veracidade dos fatos, mas contadas com uma forma muito agradável. As aulas eram muito, muito gostosas, eu adorava.

Foi ele quem me deu. E ele falava coisas incríveis.

É. Tudo se discute. <laughs> Não tem nada que você diga, é só assim, é assim e acabou.

Você tem sempre uma variante para cá e para lá. E ele foi uma pessoa que marcou muito, porque... Influenciou. Hoje, se eu escrevo, devo muito a ele. Eh, sempre Sempre eu tenho em mente. E volta e meia, trabalho com três, quatro dicionários sempre, né? Então isso, lembro dele toda hora.

Professor de matemática. Matemática era um inferno. Eu gosto de matemática na música. Você sabe que você... Como músico você faz uma matemática inconsciente, entendeu? Você não você não está não não percebe, mas está fazendo as mais intrincadas divisões, <laughs> mas em sons. Tanto é que Leibniz dizia que música é matemática inconsciente, Enfim, não não não ninguém faz música no sentido métrico, só olhar no olhando por esse lado. Você faz muito mais pelo aspecto emotivo.

que não gostava de, eu acabei gostando. mérito dele, hum, da capacidade que ele tinha de fazer-se entender.

E eu queria ir para o para o para o clássico, porque eu queria ah meh, eu falo, enfim, gesticulo, <laughs> meu negócio era outro. Eu queria ser adevogado, porque a minha mãe não admitia que eu s que eu fosse apenas músico. Eu formei-me, eh, no Conservatório Dramático Musical de São Paulo com E aí entrei na eh entrei na faculdade, né? E, porque ela dizia, não, você não vai ser músico, você tem que ser ter uma outra profissão. E foi um sábia decisão e fui para a faculdade, mas eu estava falando de Dante Alighieri. E aí, o pro quando eu co entrei pr por causa deles, para não não ma desmanchar o nosso time, né? Eu fui para para o científico. E no científico, menina, eu não gostava de física, não gostava de química.

Eu sei que um dia, por uma razão qualquer, ele eu eu fiquei, me senti E não fui mais.

Ah, não, eu não gosto de física, não Aí ele falou, olha o que esse rapaz fez comigo, meu amigo, morreu ano passado, lamentável.

Compramos uma lousa, ele passou toda, todo o curso de química e de física, entendi tudo perfeitamente, passei e consegui, aí depois n, aí procurei o diretor e falei, olha, eu estou no lugar errado, não é, não é essa a minha vocação. Aí eu fui para f, terminei o resto do do segundo ciclo, que é a, ou ou científico ou clássico, terminei no clássico. Então foi foi foi isso que aconteceu.

E ele fez isso. Ficou ficou quinze dias praticamente morando em casa. Passando tudo. E para você ver como é, como são as coisas. Às vezes um um um deslize desse tipo muda a vida de uma pessoa né Eu já estava bem na música, todo mundo me paparicando para cá e para lá.

que foi professor do do do maior físico que o Brasil teve, como é que era o nome dele?

Ele era baixinho, tinha uma uma vareta assim, ele batia e e falava tudo meio italiano e eu não, aquilo tudo era ruim para mim, sabe? Coitado, ele não tem culpa. Talvez a culpa fosse minha. O f fato é que esses foram os aspectos negativos. Se é que isso pode ser chamado negativo, tem muito mais de positivo. Positivo foi a a definição de amigo. Pode ter amigo melhor, mas não não que nem esse. Esse foi mais do que amigo. Foi uma pessoa realmente que se doou né Por que que você vai parar? Não, não, você vai continuar. Fui lá e continuei. Estudamos juntos, ele foi para Medicina, eu fui para Direito. Estudávamos juntos, de tão, amigos que a gente era. Beleza, isso acho que é uma coisa bacana.
E o a... Já era escola mista? Era
escola mista. Ih, as paixões.

Boba esquece isso <laughs> esqueça Ah, tinha. Imagina nós fizemos fa fa fazíamos, eu toquei no Dante.

O professor era muito gozado. Nas aulas de música, a gente tinha que cantar todos os hinos. Ninguém cantava o hino na na versão original. Tinha sempre uma <laughs> paródia. O japonês tem quatro <laughs> filhos. E aí. E outras, né? Que eu não vou poder falar. E tinha também o hino que ele tinha composto para o para o para o Dante. Ah, menino, eu não vou poder falar (risso), mas muito gozado. Ragazzi A gente cantava... fazendo um cacófato, sabe? E aquilo que acabava dando uma palavra um pouquinho inconveniente. Aí ele parava, coitado.

Quer dizer, esse eh tungue-tungue é é é é música africana, vamos dizer assim, né? E querendo dizer que, eu não sei o que ele queria dizer com o tungue-tungue, ele falava isso para mim e eu ouvi, eu ia dizer o quê. Falava nada, mas também foi uma figura marcante, porque as aulas de música eram muito gostosas. Gostosas nesse sentido, quando quando eram realmente práticas. De resto, as pa, a parte teórica também foi boa, mas a parte prática que era gostosa. Ele tocando, a gente cantando os hinos e e marchando, enfim.
pouco do Dante, que o senhor estudou no conservatório, não é? Sim. O que

esse início dos estudos na música?
A música a música, eh como já disse, éh éh ela tem aspectos hereditários. A gente já nasce com, com uma predisposição, que acredito tenha sido o meu caso. Tanto a minha mãe, tam eu falei que meu pai tinha ouvido absoluto e tinha. E a minha mãe também. Eu não tenho, mas eles tinham, você sabe. E a gente chama, dentro do da relatividade das coisas, ouvido absoluto é a pessoa que ouve tudo. Ela uma batida tem tem reflexo sonoro definido para ele. É ruim, porque ahn um sujeito com ouvido absoluto, todas as cromas, todas as se os semitons, semitom é t, dá para def, você que toca vi violino, você sabe, conforme, se você não pegar no lugar certinho, não tem traste, não tem nada no violino, fica aquele aaahm aaahm... Isso é croma, né? Então isso deve ser uma angústia. A minha mãe, a gente to estudando ali, ela ela s solfejava todas as nota. Era muito gozado. Isso tem alguns músicos que têm, eh, ouvido absoluto, né? E é f é fantástico para eles,

O que que devia ter aquela menina, três, quatro anos? A gente tocava qualquer nota, ela falava. É engraçado, porque você vai dizer... Ah porque se ela fala é porque alguém ensinou, ou de onde ela aprendeu, como? De que jeito? Como explicar Mozart com com cinco anos escrever música? Ou você acredita na reencarnação, ou ou eventualmente você terá que imaginar que ele tinha... visão fotográfica, porque ele era filho de de professor de música, músico, né? Então ele tinha, ele, ele, as coisas que o rodeavam certamente tinham s músicas, né? Com sinalização, com toda toda a característica da escrita musical. E o sujeito que tem visão fotográfica, ele, ele, e ouvido absoluto, para poder registrar, Então eu eu penso isso, que só pode ser isso. Quando a pe é gênio é o cara que tem vários vários aspectos dos dos dos sentidos aguçados. Você deve ter assistido Perfume, você vê que o sujeito fazia tudo em função do olfato. Né? É, e na música você faz em função do tato, no caso do piano você tem o tato, no caso dele também no violino, é, é, e, e em função do ouvido. Né? E em função da visão, porque você olha a música, decodifica o que está escrito e toca. Se você tiver que fazer isso o tempo todo, então você tem o ouvido para aferir, para ver se o que você está tocando é o certo. Ela, por que que

Quanto à escolha do piano, porque o senhor disse que é uma coisa hereditária, né? A música na família, mas o que levou a escolher o piano?
Primeiro pri primeiro porque o piano era é o instrumento que a gente tinha lá. Tinha violino, tinha bandolim também. Minha mãe tocava violino, tocava bandolim. E Mas o piano, o piano é um instrumento extraordinário. Ele é completo. Enfim, eu tenho verdadeira paixão pelo pelo piano. Engraçado que... E piano acústico, né? Eu era contra teclado, essas coisas. Eu dizia assim, ih, quero ver você tocar o dia que faltar luz. Mas não é que eu conheci uma clave nova, Até vou contar porque a história é muito interessante. O, o meu genro ele começou a a criar cavalos árabes. um haras de de de de cavalos árabes. São lindos, lindo, lindo. Aí um dia ele, ah vou apresentar os meus cavalos na hípica. Eu queria te pedir um favor. Será Você toparia fazer música? Intimamente, eu falei, eu eu já tinha tido um momento muito lindo na música, né? E estava agora noutra, estava numa outra vibração, fazendo outras coisas. Eu falei que, né? <laughs> eu vou voltar para a música compondo para cavalo, pensei eu comigo mesmo, né? Depois eu comecei a raciocinar. Os animais são muito su suscetíveis à música. Sempre que eu tenho uma cachorrinha, você quer vê-la quietinha, com as perninhas assim, quietinha, com as quatro patinhas assim pequenininhas. Eu tocando, ela fica o tempo todo ao meu lado. Fora isso, o cavalo é realmente um um um um animal muito muito ligado à música. Ele marcha, com aquela... você já deve ter visto isso em circo, mesmo, o, o su, enfim, devem ter visto. Aí eu resolvi fazer. Aí quando, quando for fui lá ver a o picadeiro, né? Eh, tem serragem, né? Muito pó, p, e não tem acústica suficiente, eu falei, não vai dar, não vai dar.

Aí eu falei, mas eu nunca desisto, sabe? Aí eu me lembrei que eu sempre tive um relacionamento muito bom com a Yamaha, A Yamaha... Na nos bons tempos quand, em que eu estava bem na música, tal e... Ela me convidava para para para presidir concursos, eh para participar de júri. E eu fazia isso, nunca cobrei absolutamente nada. Aí eu f pensei, pô vou na Yamaha, vou voltar na Yamaha. Só que passaram-se os anos, né? Pensei, eles eles nem nem vão lembrar de mim, mas eu vou.

Encontro a Yamaha, nossa senhora, primeiro foram os órgãos, apareceram órgãos, né... agora eram teclados. Bom, aí eu vejo aquela parafernália toda, escolhi um, sentei, ele ligou, eu comecei a tocar, aí comecei a me entusiasmar, ele foi mostrando, aqui pode isto, aqui pode aquilo, não sei o quê. Mas isso eu pensando na apresentação. Eu disse, eu gostei disso aqui, mas eu não sei mexer nisso, eu só só vou saber ligar. Se p ligar e puser timbre de piano, está tudo bem para mim. E... E acabei levando, e isso dava certo, porque você tinha uma intensidade de som muito maior, todo mundo poderia ouvir. Aí colocamos o aparelho lá, clave nova, E quando chegou a noite, tinham tirado.

Então, o que eu tinha feito? Olha só. Sabia ligar. Tinha o outro lado que era um demo, e o demo esse demo era com orquestra. Então, eu escolhi um dos demos, que são vários, né? Que, que tinha uma Aqui, então, eu falei, começa com essa orquestra para chamar a atenção. Está começando alguma coisa. Aí depois eu ponho no no no registro de piano e está tudo bem. Mas, porém, entretanto, quando chega na hora, tinha um flash de luz na minha cara. Menina, <laughs> eu só podia ligar e não via mais nada. Conclusão, eu tive que realmente fazer tudo no piano e foi o ótimo, foi ótimo. Eu via aqueles cavalos lindos todo passando por aqui e eu ia improvisando, tocando coisas e fazendo. Coisa que música que é que o pessoal da música clássica não faz, mas o que o que o aquele que que aqui, que toca música clássica, mas que tem habilidade no campo do jazz, da da da música popular, ele faz tranquilo. E foi um sucesso muito grande, e foi uma coisa muito boa. Não, não vou me arrepender jamais de ter feito. E aí, esse aparelho foi para a minha casa. E eu não sabia a que título eh estaria comigo o aparelho. Eu pensei, eles vão pegar agora em casa. E tal, né? Sei que foi para a minha casa. E aí começa a tocar, a tocar. Vou explicar para vocês e para todo mundo porquê que uma pessoa que tocava piano acústico r de repente fica apaixonado por um instrumento eletrônico. Porque o piano a o piano acústico, por mais que você, o piano tem oitenta e oito notas, mas geralmente essa parte central é a é a que você usa mais. Isso é normal, né? Ué, você usa mais aqui. Então, pensem comigo, você vai de desgastar essa parte. Essa parte vai ficar muito utilizada em detrimento da extremidade para os graves e da extremidade para os agudos. Então, não não vai haver equalização de som. Chega aqui, ele ele v vai ficar um um som já muito utilizado, o feltro gasta, dá diferença, por mais que você afine. No piano eletrônico, é uma coisa be eh ehfehe a equalização é é impressionante. O úl a última nota lá é um É um grave redondo, o agudo é um cristal. Mas me apaixonei. Aí eu falava, eu precis, e eles vão tirar isso daqui, e eu vou comprar, e eu vou o que que eu faço? Aí um dia eles tiraram. Tiraram e na no mesmo dia puseram na hora, puseram outro.

Quando mudou assim, mudou, eu sei que o senhor assina aqui, aí fui ler o que eu estava assinando, né? Era um endorsement, endorsement é é um empréstimo. A que título? Título disto, disto, durante dois anos, tem que não sei o que, que não sei o que lá. Contanto que aqui que o instrumento ficasse comigo, estava tudo bem. E ficou, e está até hoje. É uma coisa fantástica, a minha vida mudou a partir daí. Comecei a compor de tudo quanto é jeito, porque ele estimula, você pega um timbre, esse timbre é insinuante, ele desperta, ele ele te provoca, sabe? olha, é uma coisa incrível, viu?

E agradeço a Yamaha porque realmente hum capitalizou tanta coisa e capitaliza ainda, porque sempre cada timbre dá u dá uma referência, dá uma uma maneira de de agir, de se conduzir musicalmente, né? Eu tenho feito muita coisa. Pronto
Q, pergunte, porque senão, eu vôo aqui, hein? Eh, não eu só queria retomar, porque, eh, o senhor começou a estudar no conservatório já começou direto com o piano.
A pergunta foi por causa do piano. O piano era o instrumento que eu tin, não era o único. Eu falei que tinha violino, tinha bandolim, tinha tinha outros instrumentos. Mas o fo o piano foi no no qual eu eu me afeiçoei, né? Logo logo pequeno a gente já já começa a mexer, a a minha mãe me acompanhava, eu tocava, a minha tia também fazia. Todos tocavam em casa, todos.

Então era era o ambiente era muito favorável para a música. E no conservatório, a ideia da minha mãe éh era que eu que eu me formasse, que eu tivesse um diploma, que eu pudesse exercer eventualmente uma profissão, que eu tivesse talvez aquilo que ela não teve, né? Ela teve uma formação musical extra escola, né? E aí eu fui para o conservatório, entrei no conservatório, foi muito bom. Foi muito... Eu entrei com e éh.. com dezessete anos anos, pera um pouquinho eh Eu sou ruim nessas coisas, mas acho que foi dezesseis para dezessete anos, dezessete anos E e terminei o curso, porque a gente não entrava no primeiro ano. Eu já entrei no no no seg, no oitavo ano. Fiquei oitavo e nono ano e e fechei o curso, entendeu? E no conservatório era predominantemente frequentado por um por meninas. Então aí vem aquela... Você contou das brincadeiras. Minha mãe me obrigava a estudar e os caras... E eu era eu tinha bola, então eles ficavam <laughs> lá e jogavam a bola pela janela. E eles ficavam jogando e eu me matando para fazer a hora que ela queria que eu que eu estudasse. E era muito aparentemente sacrificado, mas foi muito bom. E os meus amigos também nunca nunca tiveram nunca tiveram nenhuma conotação, sabe? Muito muito muita gente deixou de estudar música porque achava que era coisa de mulher, ou coisa parecida. Naquela época, toda menina prendada era era iniciada em música, principalmente no piano. As famílias compravam, ter um piano, era de bom tom, era chique. Tanto é que os m, muitos pianos de cauda que tem no interior até hoje são resultado dessa dessa maneira de entender a coisa. E no conservatório fui mu fui muito feliz, muito feliz.

Ela era exatamente uma... éh... da classe de...

Ela era uma das assistentes dele.

A formação que eu tive com ela foi extraordinária.

Eu faço isso. E, de uma certa forma, presto uma homenagem para ele, porque lembro dele toda hora né Foi também um belíssimo professor, um pianista brilhante. E a minha minha passagem pelo conservatório foi excelente.
No conservatório você aprendia só piano? Ou outros instrumentos. Ah não

Você aprende todos os complementos né

Ciências musicais, acústica hoje né, eh entre outras coisas, não só acústica. mas ah a sonoplastia, tudo isso você aprendia como ciências da música éh

Eu fiquei, tem um fato muito gozado, Só tinha menina. Eu, aparentemente, pelo que vocês estão observando, eu sou uma pessoa extrovertida, né? Aparentemente. Mas eu não sou assim, não. Eu sou acanhado. Eu ainda fico vermelho. Por exemplo, é? Eu fico corado, é gozado, mudo de cor, eu fico corado. Então, e para vencer essa timidez... E quando eu fui no conservatório, que eu vi que só tinha mulher, eu eu não sabia o que fazer. E eu não ia. Fiquei, faltei, acho que um... bem uns seis meses. Eu, quando me mexo, dou problema para você, né, meu anjo?

Então, seis meses sem ir ao conservatório. E aí a minha ah, ah, avisaram a minha casa, olha, fulano não está aparecendo. Aí a minha mãe mandou a minha irmã. Então minha irmã foi lá conversar, me lembro como se fosse hoje.

Ele tinha um, um rosto assim, sabe, alongado. E ele falava, a senhora falou que o seu irmão é acanhado, mas eu acho que ele é mesmo é Porque aí eu me entornei com as meninas.

Eu levava cigarro. A minha mãe diz, você está fumando. mãe, não estou fumando nada <laughs> a minha Elas pediam cigarro e eu levava. Eu dava aquela de... mas eu mesmo não fumava nada.

Até hoje. E um tocava e os outros dançavam com as meninas, entendeu? Na sala da diretoria. <laughs> essa São situações do do conservatório que foram excelentes para mim, porque ali eu conheci muita gente boa, namorei muita, muitas colegas. Foi tudo ótimo, maravilhoso.
E quanto da entrada na
É, então, nem mal termina o conservatório, eu entro para a faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, aí foi muito bacana isso. A gente Para entrar, você tinha que fazer um exame de admissão, né? E a seleção, pré, é como é Hoje, o hoje eu acho que é melhor, porque tem muitas escolas, tal, você tem várias opções. Naquela época, eh, a faculdade você tinha que tinha que ser ali. E muitos candidatos para poucas vagas. E ahn, o meu ingresso, felizmente, foi na primeira vez, foi ótimo. Eu me lembro que assim, caía tm E o professor Alexandre Correia tinha uma fama de reprovar todo mundo. E dito e feito.

Eram três professores. E Então d ia um aluno para cá, outro para cá e outro para cá. Então iam de três em três.

Então, por exemplo, ele dava um texto, vo você pega abria o livro e lia. Tinha que ler em latim. Eu li, E se o sujeito começasse o a e e já reprovava. De cara. Aí depois ele dizia traduza. E se você começasse também o, ué, e ahn ahn, pronto, já já ia para o vinagre. Eu li Muito bem, traduza, não sei. Assim, seco, não sei. Ele deve ter ficad, penso eu, né? Se eu estou um deduções, ele deve ter, p falou como é que o cara não cometeu nenhuma silabada, não cometeu nenhum erro lendo, não consegue traduzir? E eu fui muito seco, não Aí ele começou a fazer perguntas. E aí eu tirei de letra. Tudo que ele perguntava eu sabia.

Conclusão, no fim, entrei tranquilo. E aí também vai um mérito para o professor, né? Quer dizer Essas deduções a que eu me fi ó que a que eu fiz referência há pouco, elas são são lógicas. Quer dizer, ele vai, como é que um, deve ter pensado isso, como é que um cara que não comete nenhum erro lendo, não não não saberia... traduzir, né? É ridículo, né? Mas eu percebendo como ele se conduzia, eu falei, não, então prefiro ser reprovado sem sem entrar no oh ohoh oh... E no fim entrei, legal, foi um curso foi também... Aí eu criei o Show Arcadas, música, sempre é música na vida da gente, Show Arcadas, naquela época a palavra show era era, ah era uma coisa muito linda, eu vou fazer um show... Então, show Arcadas. Arcadas porque você sabe que a Faculdade de Largo de São Francisco tem as tradicionais arcadas. E durante os anos todos eu fui unhum fui diretor do do do do do show Arcadas e da caravana artística. Havia uma caravana. E a gente fazia shows de benemerência para para para para o a Hospital do Câncer, enfim, para várias entidades, sempre, sempre com esse espírito. E com isso eu fui. Ãh

Eu sempre adorei esporte. Uma loucura um cara que, pianista, jogar futebol no gol. <laughs> E ainda futebol de salão. A minha mãe ficava apavorada. Ela foi assistir uns jogos. Eu falei, você, meu filho... E as suas mãos? Eu falei, mãe, eu ponho um esparadrapo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, tive tanta sorte, joguei vinte anos e nunca, nunca fraturei nada. Acho que tanto que ela rezava, viu? Porque a minha mãe rezava para a gente, viu? Eu acho que foi por isso, porque não não não fraturei nada.

Como é que era o nome dele? o goleiro do Palmeiras tinha nove fraturas. Fraturar o dedo era a coisa mais fácil do mundo. E E o mais interessante é que o futebol não é isso, o futebol de salão, não é isso que vocês estão vendo agora. Não tinha nem federação, a gente jogava no cimento. Então, quer dizer, você se expor para uma fratura, jogando no gol, se atirando para cá e para lá, era uma era uma grandeza. Mas fui muito bem. Fui melhor atleta universitário, fui bicampeão paulista pela faculdade. E... Tenho tenho tenho algumas coisas dentro da da vida esportiva. Imagina, fui vice-campeão de remo. Só que eu competi um du duas faculdades. <laughs> E óbvio a nossa pegou hã segundo lugar. <laughs> Então eu falo que fui vice-campeão. Olha, teve passagens na na na na na caravana artística simplesmente deliciosas. Eu, nossa A caravana viajava, né? Uma vez nós fomos para São São José do Rio Preto. No no trem... Sempre tem aqueles que aprontam. Tinha cara, quando via o cara dormindo, eles punham um jornal embaixo da do poltrona e e <laughs> tocava fogo. Olha, olha, estudando direito eu não eu não media consequência. Bom, aí o trem parava na outra cidade. Aí ameaçaram de de de de deixar todo mundo hum em qualquer lugar. Aí vinha o delegado da cidade. Aí os... A gente começava... A gente não, esses que aprontavam... Delegado eh deh também tem a mesma origem, né? Fez faculdade de Direito. E assim nós conseguimos chegar em Ri em São José do Rio Preto.

E pegaram bebida lá e distribuíram a bebida, devem ter. Não vou usar a palavra furtado, será? Pode ser, não sei. Eu sei que eles conseguiram a bebida <laughs> e todo mundo encheu a cara eles. E no fim estava uma bagunça completa e total em todos os

Mas essa é né ne ne nesse nessa nessa estada em em São José do Rio Preto, eu me lembro muito bem que o Eu não vou contar as coisas que eles faziam, porque tem muita sacanagem na história, mas não vou contar, isso não dá <laughs> para contar. Só vou contar que ele estava, ele não tinha roupa.

A roupa dele molhou, então ele só podia usar o smoking. Andava o dia todo com aquele smoking para cima e para baixo. Foi muito divertido, olha. Foi uma foi ah o que a gente aprontou. A gente não, eles aprontaram porque eu estava tocando, né? Mas, enfim. O que que era? É, o que que era? Uhum. Era, era Foi fundada pelo pelo humtch eh pelo por um professor da faculdade e ela se propunha a propagar as tradições acadêmicas, entendeu? Tudo que diga respeito ao ao estudante de direito. E no meu caso, com com o Show Arcadas, eh, que era um apêndice da Caravana Artística, o Show Arcadas foi o nome que a gente deu, Nós fazíamos o mesmo.

Então fazíamos esquetes, tudo muito Como eu eu era do tênis clube, era diretor do clube, eu tam levava esse o show Arcadas para o tênis clube.

era cellista da da da orquestra da da Rádio Nacional, mas tocava serrote, você sabe né? Você já ouviu tocar serrote? É serrote mesmo, <laughs> do serrote, só que com um arco de violino e sai um som extraordinário, parece um tereminho, uuuuuuh é lindo, lindo, lindo, procure ouvir. E fizemos muita coisa, querida.

Dos mil e seis, foi dois mil e seis eu recebi uma placa Que bacana. E a faculdade também me prestou, não somente a mim, a outras pessoas também, recebi uma homenagem da faculdade. Bacana, mas sempre vinculado à música, né? O pendura, a pin, o pendura é sensacional. Fazíamos pendura tudo quanto é jeito. Nós fomos fazer uma vez um pendura e a gente pagava. Sempre tinha alguém. Mas uns, como ninguém O meu grupo escolhia os lugares mais ãh éh mais gran, granfinos. Sabe o que é granfino? Os locais mais sofisticados tal E uma vez nós fomos no bambu. Dá um pendura. E o negócio pegou feio ali. E estava o... que era do dos diários associados, o... que foi deputado, me ajuda, como é que... Sem ser o... Já vou falar o nome dele. Ele estava lá e no fim o, ele acabou pagando a conta para a gente. Mas senão nós íamos acabar na cadeia aquele dia, viu? Porque o sujeito... Aí a gente fazia o possível para, para que a pessoa entendesse que aquilo era era uma manifestação estudantil, que era um negócio tradicional, dia onze de agosto. Mas naquele dia ninguém queria entender nada. Eu não estava vendo que a coisa ia ficar realmente muito feia.

Você pode fazer um interregno que eu preciso consultar o horóscopo? Você sabe o que é horóscopo?

Eu queria perguntar para o senhor assim, durante a vida universitária, né? Como é que o senhor conseguia conciliar, né? Porque o senhor falou de duas atividades que eu imagino que tomavam bastante tempo, né? Que foi o estudo do piano e e a o curso de Direito, né? E ainda jogava futebol <laughs> ainda de salão. Assim... É... Alguma lembrança disso?
É bem dividido, né? Pf, uma coisa acaba inserindo na outra, né? Não tem jeito de você se de você fazer uma demarcação, né? Eu eu reh entrei para a faculdade num, comecei a associar a faculdade com música, e foi a melhor coisa que eu fiz, realmente vocês perceberam que foi isso mesmo, foi muito bom. E e quanto à tch à minha vida artística, ela foi toda sendo incrementada dentro da faculdade.

A gente não conseguia tê-los juntos, né? Quer ver quem também fazia parte? Agora vou esquecer o nome, é melhor não falar. Mas tem muita gente famosa hoje que f que fazia parte da da da dessa desse meu dessa minha passagem pela pela faculdade. Mas eu focava toda a minha ação em cima de de de de jovens valores mesmo. Né? E aí eu ia, eu ia, com os v, como eu disse, com eh artistas que estavam despontando.

Eu vou esquecer gente, mas tinha todo esse pessoal participava do do das nossas apresentações. E eram interessantíssimas, né? Porque, eh, eu tinha pretensões de de aparecer como compositor, e e aí eu preciso dizer que eu era... Ela sempre foi uma pessoa um pouco na frente, sabe? Não fazia o usual, o trivial, o que estava no cardápio. <laughs> Sempre , sempre tinha que fazer alguma coisa que fosse diferente, já por temperamento. é isso que a gente chamaria de precursor, né? Quer dizer, uma pessoa que está antes do caminho, né? O caminho não está feito, mas você já está trilhando ali alguma coisa. E e n e na faculdade não fugiu a esse espírito também. Muita gente que que que começou comigo, depois despontou, né? Em outros, em outras situações, né? Músicos, né?

Então, a rainha das arcadas... <laughs> A gente usava desses expedientes, entendeu? uma placa, alguma coisa, De uma certa você não tem desonestidade alguma, você não tem meios, você cria situações, cria circunstâncias que possam viabilizar o o teu objetivo. Então, a ba a passagem pela faculdade foi simplesmente excelente, porque a caravana marcou. O show Arcadas, no caso, que foi uma criação minha, marcou mais ainda, porque a gente fez muita coisa, muita coisa assim de benemerência. O curso a pa o curso de Direito foi... Olha, o que eu me lembro dos comentários na época é que tinha uma turma que chamava... Eu eu sou do da turma Arca de Noé. Entra e deixa andar.

Alguns professores, não digo todos, mas alguns professores eles entendiam que se o aluno... Ele deixavam a critério do aluno. Se o aluno não quiser estudar, não quiser prestar atenção, não quiser aprender, é problema dele e a vida vai se vai se encarregar de castigá-lo futuramente. O professor simplesmente, sabe? Fecha os olhos, quer colar, cola, quer fazer, faz. Alguns eram assim. Então, Esse pessoal que pegava professores com esse entendimento, que entendiam a coisa dessa forma, que entendiam o curso dessa forma, eles iam Passando sem maiores problemas, né? Eu peguei uma turma que da pesada, da pesada, da pesada. E hoje eu dou graças a Deus por ter realmente, eh, topado com professores extraordinários. São todos nomes de rua, praça.

E são são professores que não não brincavam em serviço, sabe? Quer dizer, hum, puxavam mesmo, né? com eles eu eu acabei... encontrando meios de de de vencer a dificuldade. Alguns eu deixava, no meu caso, alguns eu deixava de matéria, eh, hum, pr, de pendência, sabe? E você podia ter té até duas dependências. Quer dizer, você passava de ano, mas carregava a matéria do ano anterior, du até duas. Mas chegou uma hora que tinha que enfrentar o professor. Mais hora, menos hora, você vai ter que enfrentar. E na hora de enfrentar, graças a Deus, eu sempre me saí muito bem. Isso despertou em mim muito interesse em em analisar

Excelente professor, por sinal, excelente professor.

Está vivo. Graças a Deus, que Deus o preserve. Uma coisa fantástica. Sabe Todo mundo com muito respeito. Não é que nem hoje, que as pessoas entram, ficam ali, tudo assim, tudo desconjuntado, olhando com O professor era professor. O professor entrava, você levantava, todo mundo gravatado, bonitinho. O novo curso foi extraordinário. E e de alguns deles eu acabei acabei até amigo. O caso do do do, do... acabei de falar... E fui, convi, convivi com ele um certo tempo, maravilha de pessoa, já vou dizer o nome. E... E a faculdade me deu um relacionamento extraordinário. Primeiro por causa da música e agora por causa do do do espírito acadêmico. O espírito do do, do que estudou na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, <laughs> desculpe as outras, é diferente, é muito diferente. A gente cultua até hoje a associação dos antigos alunos da Faculdade de Direito. Você tem que ver que coisa bonita. Lá você vai encontrar desembargadores, juízes, promotores, delegados, advogados. E todo mundo, sabe, naque cada um na no seu estágio de profissional, vamos chamar dessa forma, mas absolutamente despido de de qualquer...

Arrogância ou coisa parecida. Pelo menos eu tenho sentido isso. No dia que visitei a associação e encontrei alguns nessas circunstâncias que acabei de dizer, mas todos eles muito despojados, sabe? Conscientes da do do cargo que tem, da postura que tem, do significado que o cargo lhes lhes empresta e e projeta. Mas o fato é que éh o curso foi extraordinariamente benéfico para mim. E eu me considero realizado, porque eu já tenho Eu exerci a profissão, eu tenho, tenho uma ação muito muito destacada no campo do do direito do consumidor, particularmente na questão éh do tabagismo, nós temos uma ação que é única no mundo, o Código de Defesa do Consumidor, que é de mil novecentos e noventa, ele é extraordinariamente moderno, ele é referência para outros institutos de outros países e mudou a vida da gente. Se vocês que estão me vendo aí analisarem um pouco, o Código de Defesa do Consumidor mudou a vida da gente. A gente não tinha assim, não tinha noção da responsabilidade que as pessoas têm em oferecer um produto de consumo. Por vezes nem imaginavam que serviço também é consumo. E esse código nos permitiu inverter a obrigação de provar. E com isso a ação tornou-se uma ação única no mundo.

É uma coisa muito bacana, uma coisa que destaca, uma coisa que nos dá prazer, porque a gente não objetiva lucro pessoal, você não está trabalhando, você está trabalhando pela saúde pública né, pela saúde ocupacional. É muito gostoso fazer isso e eu aconselho as pessoas que façam, mesmo que o mundo de hoje, ele está muito... Falta, não vou dizer nem educação, mas falta ética né As pessoas não estão sabendo se conduzir. Há um desrespeito flagrante à lei, então, acho um absurdo. Se você imaginar que, para você, lei era um um risco que a gente colocava no chão, né? Para brincar de amarelinho, você lembra? Perdia o jogo, o que o que não não acompanhava os riscos feitos ali. É, é norma, é regra, é lei. Quer dizer, todo mundo tem consciência da que é lei, né? Você põe o risco para para ver quem pula. Daqui vamos ver quanto é que você alcança no salto de altura. O risco é é a medida, é a regra. Então, tudo tem regra. Então Viver num país sem sem sem lei, desrespeitando a lei, num país que fala que tem lei que pega, lei que não pega, lei não é catapora para pegar ou não pegar, lei lei é para para que as pessoas cumpram. Então, eu acho que só tenho que agradecer a esses professores todos, aos colegas que eu tenho, à formação que tenho.

Normalmente as pessoas, e no meu caso, eu estava sempre muito, eh, na corda bamba, né? Eu vai para cá, ou vai para lá, sou músico ou não sou músico. A minha mãe insistindo para que eu não não não me definisse pela música, ou que pelo menos a tivesse como um um plus, um um algo a mais na minha vida. para não sofrer. Ela era muito inteligente, muito sensível. Ela sabia que o músico vai do do do do zero ao cem nu numa fração de segundo. Você quer magoar o músico? Eu não gostei do que você fez. Nossa senhora, você matou o cara. Não faço isso jamais. Ah, não gostou? Puxa, maravilha! Pelo menos <laughs> naquele momento ele vai ficar feliz. Mas o músico vai, vai, essa s essa suscetipilidade, essa sensibilidade aguçada do músico, que é por vezes é premonição até, né? Ele tem, ele vai no do do inferno ao céu num instantinho. Minha mãe se, minha mãe percebia tudo isso, e percebia em mim, né?

Eu falei, poxa vida, mas o que será que leva a minha mãe a falar isso? Pensando Então, a pergunta é? É, você estava falando em marc, mercado de trabalho, né? Então, eu, eu, logo aos dezessete eu já comecei lecionando, tenho uma facilidade tremenda para para ensinar. Tremenda, tremenda, tremenda. Eu me comunico, consigo decodificar a música, fazê-la uma coisa gostosa, sabe? É muito, muito curioso isso dizer, mas eu falo isso com com particular orgulho até. Tenho facilidade. Então eu comecei a lecionar muito cedo, então os o o meu primeiro caminho foi a música.

Lecionava, ia à casa dos alunos, muitos iam à minha casa. E com isso eu sobrevivia e e e e fazia o que gostava. Aí entrei para a faculdade, show arcadas, aquela coisa toda que eu já contei. E no o mercado de trabalho, então, se abriu de diversas formas, né? Eu comecei a fazer rádio, <sniffs> que é uma coisa maravilhosa. Eu nunca deveria ter parado, mas num deterpinado momento parei. E o rádio, hum, te dá uma oportunidade incrível. rádio, depois comecei escrevendo, eh, depois aí comecei, apareceu a televisão, na televisão eu fazia, comecei na tupi, imagina eh, vocês hão de entender que eu tenho setenta e seis anos, então eu sou do tempo <laughs> da, do não tinha televisão, agora vamos ter televisão, que que é televisão? A gente sabia, via aqueles filmes com televisão, não entendia bem o que era aquilo, E eu fazia parte da revista feminina da da da Tevê Tupi. Mas eu acho gozado, eles nunca me chamaram para fazer par, ach Chamaram uma ocasião. Eles têm os os os ex eh, atuantes da Tevê Tupi, né? E eu estava nessa leva aí. Eu fazia um programa na revista feminina com a... E o programa foi em frente, foi em frente. A partir dali, eu eu comecei a fazer televisão mesmo, no duro. Fiz televisão na na na Record, fiz televisão na Gazeta, fiz televisão na Cultura. fazia o quê?

Era um programa, a ideia... Eu, eu sempre tive desafios, né? O desafio era o seguinte, a a emissora não tem dinheiro, começou na cultura. Cultura, hoje, Tevê Cultura era era era do grupo d das emissoras associadas, era n na rua... De maio, não, era na rua sete de abril, onde era o prédio da d da da da do Diário da Noite, Diário de São Paulo, enfim, na época, né? Diários Associados. E lá em cima tinha a Tevê Cultura.

Tocava piano, falava, contava, contava isso, olha, essa música é assim... Sempre dando um um um elo para que as pessoas que me assistiam se comunicassem comigo. O elo era a minha fala. Vou tocar o quê? Vou tocar isto assim de fulano, beltrano. Notem isto, observem aquilo, e aí ia E essa conversa sempre foi muito aproximativa, né? E muito estimulante. Aí, quando a a Tevê Cultura saiu da Rua Sete de Abril e foi para onde é hoje, tinham dois estúdios. Nesses dois estúdios, eh, eu fiz um programa. É, aí tem um tem um um fato muito interessante que eu já vou contar para vocês.

E o Ibope, hum, ab para medir audiência, tudo isso, estava começando. A partir das dez horas não tinha Ibope. Então ninguém sabia, eh, ninguém ninguém se ocupava em fazer programa, geralmente era filme. E nó, e eu entrava no ar na na Tevê Cultura. Então, as pessoas que iam zapeando ali as poucas emissoras que tinham, não eram muitas, e viam um programa ao vivo, certamente devem teriam se interessado mais do que ficar vendo um filme que já viu, que já não viu, enfim. E o programa pegou. A tal ponto que eh, em eu na época, se não me engano, foi o Vicente, o Simonal, Wilson Simonal, fez no Canal Sete, que era o que era o canal de maior audiência, lançou um programa em cima do meu. Isso era prova inequívoca de que o horário estava estava gerando interesse, entendeu?

Então eu tinha um programa, veja só, tinha um programa na Te na Rádio Excelsior, eh, o assunto é violão, eh, tinha o programa ahn na Rádio Nacional, que era em frente, Tinha um programa na Rádio América, que era de outra organização. <laughs> Olha que loucura. Aqui eh g eh era a organização Vitor Costa, a Rádio a Rádio Nacional. A Rádio Excelsior tinha vinculação, eh tinha era independente. E a e a a Rádio América era do Grupo Bandeirantes. Grupos diferentes. E eu fazia tudo isso aí. Então, conclusão, eu tinha uma atividade uma uma vivência dentro do meio artístico muito grande, muito grande mesmo, e isso despertou... despertou o meu interesse em continuar.

Foi sensacional. Então, diversas faixas etárias, né? Porque a gente não podia por competindo um uma pessoa, uma criança com...

Quer dizer, a gente conseguiu revelar pessoas, projetar essas pessoas para a vida artística, né, e saíram do do do meu programa.

Apoiou o programa de televisão, apoiou o por programa da rádio. E depois daí eu fui, saí da Excélsior e fui parar para, na Rádio Record.

Não, minto, depois voltei fazendo rádio, é na na Rádio Anchieta de Itanhaém, a gente formou um um grupo de pessoas par ah... Para apresentar futebol. A Rádio Itanhaém, de Itanhaém, Rádio Anchieta de Itanhaém E era uma equipe de São Paulo que só fazia os clássicos, os jogos mais importantes né, e eu era comentarista. Foi muito muito gostoso tudo isso, não me arrependo de ter feito. Sou também cronista esportivo, sou pertenço à Associação dos Cronistas Esportivos. Tive uma atuação muito boa, nós conseguimos ter, ser uma equipe premiada pelo... É um prêmio que se chama Ford e a cesp Ford é a Ford que dava o prêmio e a cesp é a Associação dos cronistas do Estado de São Paulo. A minha atividade na rádio também foi muito gostosa, muito boa. Aí, quando a Rádio Excelsior deixou de ser... Era uma rádio que fazia broadcasting mesmo, quer dizer, tudo que você possa imaginar. Tinha grupos, tinha tudo. As rádios tinham, mantinham programas ãh ao vivo, com auditório né, com orquestra, com grupos instrumentais, grupos vocais, cantores, cantoras. Enfim, tinha tudo isso. De repente, houve uma transformação completa e total e as coisas passaram ah... A ter um outro significado e chegamos ao que a música é hoje. As emissoras de rádio deixaram de fazer música e elas são todas ah, a pretexto de não ter que pagar direito autoral, porque virou um escândalo. Os caras cobravam tudo que tinham direito e não pagavam ninguém. Pior é que isso, cobravam tudo e não pagavam ninguém. Aí elas passaram a ter, a ser emissoras de de de de de radiojornalismo, que é o que, que mais impera. Pode notar que é isso. Músicas são, eventualmente, um ou outro programa, mas, em tese, as principais emissoras

Esse período que você trabalhou em rádio, que período foi esse? Década de cinquenta ou mais para frente?
Não, eu eu tenho certeza do do da época, década de sessenta

Escrevia, programa de rádio, programa de televisão. Quer dizer, a perspectiva de continuidade na na na na no meio artístico era enorme. Imagina você que eu deixei tudo isso por por capricho até, né? De uma certa forma, Eu tinha um programa na Rádio Gazeta, rádio não, na Tevê Gazeta aos aos sábados, às oito horas da noite era o meu programa. Então, eh, por por quê? Eh, porque a Gazeta estava numa dificuldade imensa, estava numa dificuldade imensa.

Só que o programa, por exemplo, tinha um piano, o piano estava no terceiro andar, tinha que levar para o para o andar onde onde onde eu se constituiu numa dificuldade. Depois o piano estava num bagaço danado, você tinha que arrumar be, eh, mandar afinar, ele tinha um som muito... Me lembro que inve inventei tantas coisas, mas consegui colocar o piano no ar. <laughs> Nem eu, o piano. E foi, foi muito bom. E o programa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí o...

Fiquei felicíssimo, né?

E esse rapaz me chama e diz assim, olha, nós vamos m reformular a grade da emissora, quer dizer, reformular a programação, né? E gostaríamos de passar o seu programa para a parte da tarde. Eu virei e falei, olha, eu tenho fundada esperança de que o programa seja patrocinado. Não tire do ar agora, porque isso vai acontecer mais hora menos hora.

citou nome, citou tudo, e já já estávamos agendando conversas nesse sentido, sabe? Entendimentos, né? Conversa, entendimentos. E o fulano disse... insistiu que não, que quer mudar, você vai para a parte da tarde. Eu falei, olha, então vamos fazer uma coisa? Eu quero mais um programa, me despeço e assim terminou a minha vida. Foi uma burrice, porque ninguém vai te procurar. Se você esperar que as pessoas venham à sua casa para t para para dizer fulano, volte para a Tem troocentos mil caras <laughs> querendo fazer televisão. Então eu acabei, infelizmente, largando tudo a troco de nada. Eu não digo que me arrependa, mas eu acho que eu poderia ter tido um pouquinho mais de tolerância. Quem sabe se na parte da tarde eu também eh não não conseguiria o êxito que estava conseguindo ag às oito horas da noite. eu eu fui, e aí com isso perdi a oportunidade de continuar fazendo televisão. Aí não, nessa altura, eu já estava Na na na na na na na na CETESBI, né? Eu entrei para a CETESBI por uma circunstância.

Nah, eu tenho um almoço na CETESBI, vamos comigo? E tal, e eu fui. E no almoço, eah, ah, eu sou uma pessoa que se agrega. Né, eu falo, eu participo, eu converso. A gente não semos idiota.

Começamos <laughs> a conversar, e conversando, e conversando, e fala disso, e fala daquilo,

De fato, se você pensar bem, eh, tenho mesmo. E estou lá há trinta anos, graças a Deus. Adoro a CETESBI. Eu acho que a CETESBI é um, é uma empresa de economia mista que representa o, eh, está inserida entre as maiores agências do mundo, agências ambientais do mundo, eh, o trabalho que ela faz, eu sempre digo, para você mensurar, para você medir, para você sentir a re a o significado da CETESBI é imaginar o que seria sem a CETESBI. Ela cuida Ela trabalha, hum, eh, contra a poluição do ar, da água, do solo, né? Ela não cuida da poluição interna, mas cuida da poluição externa e o faz extraordinariamente. Lógico que ela trabalha eah administrando absurdos. Hoje uma senhora disse, ah, mas isso não só acon não acontece só no Brasil. Eu falei, não, isso está no ser humano. Se Se o problema do aquecimento, o problema da da poluição de rios, isso eh, o, antes do Tietê, antes do do do do Rio Pinheiros, o o Tâmisa da Inglaterra estava poluído. As pessoas se utilizam do rio, se socorrem do rio para sobreviver, se você pensando na vida anterior, ou muito anterior, as pessoas, as cidades nascem nasceram em tese sempre ao lado de um rio, porque o rio as socorria, né? Eh, as favoreceria, porque oferece água, oferece... Alimentação, a pessoa pode banhar-se ali, mas em compensação, aí os problemas foram surgindo, surgindo, surgindo, e a coisa ficou realmente insustentável. Sustentabilidade da vida depende de quem? De você, de você, de todo mundo que tenha consciência e faça a coisa correta. E não é o que a gente percebe que acontece, não. Há muita discrepância de entendimento. Então a cetésio realmente tem uma uma uma, ela administra, como eu digo, isso é expressão minha, ela administra absurdos que não foram, não foram idealizados e não foram gerados por nós que estamos vivendo neste momento, mas sim pelos que nos antecederam, que não tiveram visão, que não tiveram comportamento compatível, que não respeitaram a natureza. a natureza hoje vai reagir e essa reação é isso
tudo que vocês estão vendo aí. Então você falou que está ha trinta anos lá e não vai se aposentar, não quer?

Enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar, meu anjo. Enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar. Eu acho que que que Deus me me deu a oportunidade de de estar lúcido, com essa vivacidade toda que que eu sei que eu tenho, com essa energia toda que eu passo. Eu nasci para isso. Enquanto eu tiver fôlego, vamos continuar.
Hum, eh, o senhor citou aí o o o
Explico, sim. Olha, é Numa dessas retiradas da vida artística, eu eu me retirei para casar. E num e a minha intenção não era voltar mesmo, né? então, quando eu casei, aí tive cinco filhos e e a vida continuou. aí eu eu parti para outras coisas, tive uma... Eh, enfim, tive uma série de atividades e, inclusive industrial, tal. E, num determinado momento...

Na época não era adevogado, depois formou-se adevogado.

E a ideia t era da Chantecler.

Chantecler ela, hum, produzia gravações, eh, mais para o campo da música regional, ou da música chamada caipira. E realmente ela criou um, sabe, revelou artistas e criou uma situação muito favorável sob o ponto de vista de resposta financeira. Mas aí com eles queriam avançar mais, eles queriam ganhar dinheiro também no campo da música moderna. E aí nessa altura dos acontecimentos estava eclodindo em Você lembra que eu falei da pre de ser precursor? Justamente na época em que a Bossa Nova aconteceu, eu ta eu consegui ter um sucesso popular, com uma música chamada Você. E esse sucesso popular me alijou da b da Bossa Nova, porque ah ah quando você faz um sucesso, as f as pessoas em veem no sucesso um filão comercial. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu nunca pensei nisso, mas a verdade é que todo mundo pensa. E aí você é obrigado a a a acompanhar o sucesso, a fazer outras que eventualmente sejam tenham uma repercussão e sejam um sucesso, que aquela foi. E com isso a Bossa Nova surge e eu fico fora. O que f, eh, fico fora Não fui para aquele bendito concerto lá lá na lá no nos Estados Unidos.

E eu já vinha fazendo esse tipo de coisa, instintivamente. Conclusão. Desse trabalho, eu vou fazer um hiato que preciso consultar o Deve ser essa água que eu eu que eu consumi. <laughs> Pare de novo, filha.

Eu eu eu topei a parada. E aí o que aconteceu? Veja como a como tudo acontece na horinha certa, né? Eu fui para a Rádio Record.

Quintino Bocaiuva. E e ele e eu o conheci apresentado pelo garoto. Não sei se você sabe quem é o garoto.

Foi o maior instrumentista que o país teve. Um dos maiores do mundo, se não o maior.

Conclusão, aí vem esse a história da da do do sucesso, do você, e eu foi muito gozado porque eu, eu, quando eu eu estava nainda na faculdade, as pessoas passavam cantando a música, Eu achava que era algum colega de faculdade. Você não lembra que eu fazia, o show arcada. Eu falei, algum amigo meu, né? E os cara passavam mas com a maior indiferença. <laughs> Só faltava parar o cara, falar, escuta, fui eu que fiz essa música. <laughs> Eu f não faria, não fazia isso, mas foi realmente uma coisa muito importante. E ness na apresentação dessa música, certa feita, eu fui no no Astros do Disco.

Então a gente firmou uma amizade.

Lembram-se do canal? Você não lembra, mas ela talvez lembre-se do canal nove, Tevê Excelsior. Então, eles estavam fazendo, eles estavam aparecendo bem, todos eles. E aí a Record o que fez? Isso é um plano de guerra, né. <laughs> Contratou todo mundo, disse, bão, agora não vão fazer mais, nem, não vão fazer sombra para para a gente.

Mas para dizer, tudo isso para dizer o quê?

Quer dizer, ele era um um sujeito reconhecidamente importante no contexto da da vida da e da história da da rádio e Tevê Record da época.

Aí cheguei, que que você está fazen ih Não estou fazendo nada. Porque ela levou os maestros que ela achou que deveria levar, sem saber e em avaliar os que tinha ali, né? E o fato é que foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu.

Então ele estava lá, na sala dos maestros, jogando mexe-mexe. <laughs> Aí comecei a falar, e você? Não, estou fazendo isto, assim, assim, assim. Aí contei, né? Aí ele falou, poxa, eu eu eu eu a eu adoro ritmo, tenho alguns estudos rítmicos também. Aí começamos a trabalhar juntos, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele e para mim. Éh... Pegamos no breu, foi indo, foi indo, foi indo e chegamos a ao Jequibal. Não sei se você sabe, Jequibal é um compasso em cinco tempos. Você vai me perguntar, por que os cinco? Eu vou te dizer. Os cinco porque e eu encontrei can, eu não, nós encontramos cantigas de roda em cinco. A minha casa tem uma roseira, a minha casa tem uma roseira, que dá rosa, tararira, que dá rosa, tararira, a minha casa tem uma roseira, a minha casa... Cinco. Então a pergunta. Música folclórica. Música folclórica, ela não tem estrutura, é ela vem... É um é um fio melódico, eu sei porque eu sou da Associação Brasileira de Folclore. É Ela ela é um fio melódico, não tem estrutura nenhuma. O músico pode fazer o acompanhamento disso, né? Como fuez, inclusive foi gravado. Mas ela é um fio Então a pergunta é, poxa, mas por que em cinco? Por que não em quarto, se se o se a quadratura, se a dualidade é a é a é a a própria razão de ser de tudo? O homem, a mulher, o universo é bipolar. Polo Sul, hô, perdão, Polo Sul e Polo Norte, <laughs> não é? É tudo ambivalente. Pode notar o baixo, o alto, o branco, o negro, o sim e o E dentro dessa ambiva ardia, a vida, o a noite, o dia, o dia e a noite. Então, quer dizer, a tendência é sempre a dualidade. E lembram-se que no começo do nossa da nossa fala aqui, eu eu eu eu disse que eu era uma um precursor. Eu já trazia eh essa indagação na cabeça. Por quê, por quê, por quê, por quê? Como é que um um sujeito toca eh... Toca... Um toca três, o outro toca em dois. Mozart fez isso na flauta mágica, né? Ele pôs uma orquestra, um, um tocando em três, o outro tocando em dois. E como dá certo... Essas perguntas, isso, isso, hoje eu tiro de letra, mas há muito tempo atrás Então, conclusão, isso era tudo instigante né Por que a música africana, aí você é le, é levado a raciocinar da seguinte maneira, ah, os escravos que foram arrancados da África Ocidental e que vieram para o, para o Brasil foram os mesmos que fo, mesmos não, da mesma região foram arrancados e foram para os Estados Unidos. Isso tudo eu raciocinando. Lá surge o jazz e aqui, em tese, entre aspas, o samba, que são são duas coisas absolutamente importantes no contexto da música mundial, da música pop, da música popular mundial. Aí aí começa, começam a me perguntar por que a polirritimia do do do do do do negro. Aí ele chega e encontra um capataz, que é responsável por fazê-lo trabalhar. Eles são de diversas origens, não era todo mundo ignorante, vamos dizer, esse era trabalhador, enfim, não tinha cultura. Não, pegaram pessoas de diversos níveis sociais e arrancaram de lá e trouxeram, e escravizaram essa gente, tanto aqui quanto lá. E aqueles que conseguiram fugir, não havia entendimento, não havia como comunicar-se com o cara. O cara não sabia, não era poliglota, ele era monoglota, ele falava português e olhe lá, e e eles falavam africano. E não havia... Então, qual era o caminho? O caminho foi cantar a tristeza ou a comunicação entre eles através da música, para não suscitar nenhum tipo de... Sei lá, eu estou em... tudo isso é criativo, né? Raciocinando alto com vocês. Então eles cantavam e se lamentavam através da música. Então o blues nos Estados Unidos é exatamente o lamento do escravo americano. Aqui no Brasil, os que fugiram dos e, e... E se, e constituíram os quilombos, né , e começaram a se organizar por uma liberdade que só viria muito tempo depois, como eles se comunicavam? Não tinha telégrafo, não tinha nada disso. Era movimento percussivo, era através de tambores. Então essa polirritimia era uma coisa fantástica. Era uma coisa fantástica. E que eles foram ele eles eles foram introduzindo na cabeça da gente essa éh essa polirritimia. Então eu f comecei a me apaixonar por isso.

E a música ela era <sings> <sings> <sings>

E traduzia assim, ou dois mais três ou três mais dois. Aluno, você não fala nada. Mas já naquela época era intrigante.

Porque isso não não não não formata, não não não não explica o compasso de cinco. O compasso de cinco, no meu modo de ver, tem que ter uma natureza própria. E não ser um três e um dois. Isso é uma alternação de compasso. Você percebe o compasso pela acentuação. <sings> O primeiro tempo do três e o primeiro tempo do E um compasso de três e um compasso de dois

Então foi muito gostoso, porque a gente mexeu e remexeu, pintou e bordou. Uma hora nós colocamos um biombo, eu tocava, eu

O pensamento era o seguinte, <laughs> não sei se vocês vão entender, mas eu vou tentar explicar. Se você fizer tempo, tempo é um movimento que fixa a exata duração de um som. Tempo, você percebe que ele passa por um movimento... do ponteiro, do seu relógio, se ele estiver funcionando. Então, tempo é movimento. Por isso o maestro faz movimentos. Se ele faz movimento apressado, a orquestra toca apressado. Se ele faz movimentos lentos... Então movi, é pelo movimento que você fixa a duração de um som. Está certo? Então, veja só. Um dois um dois um dois um dois um dois um, no décimo primeiro tempo

E o e o tempo, então, é a pulsação.

No décimo primeiro tempo, os que estavam tocando em dois vão se encontrar comigo, que tocando em cinco faço dois compassos de dois e no décimo primeiro todo mundo se encontra. Só que aí entra um fator, que é o fator emocional. O fator emocional é o seguinte, você, eu que estou tocando em cinco, recebo a sugestão feita pelo pelo pela pela marcação em

Aí passa o tempo e conseguimos encontrar uma uma uma linha de baixo toda em cinco. <sings>

Ópcocompt

<sings>
<sings>
Vestiu roupa nova, desceu para o asfalto e virou.
Tcham, tcham, tcham, tcham, tcham, tcham, tcham, tcham.
Um, dois, três, quatro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é Então, dois tempos você pode fazer tudo, veja só. Larariraiarorirorirori, bolero. Larariraiarorirorirorirori, um tango. Torrrom Pampampam, tamparapapapampam. Rock, tudo que você pode, vai ficar dentro disso. Pode até fazer valsa.

Dois três e. Então, a dualidade impera. Nós fizemos o compasso em cinco, com uma estrutura de cinco. E foi uma coisa simplesmente inovadora e sensacional. E que foi lançada nos Estados Unidos, você chegou a ver o álbum, foi lançada em vinte países simultaneamente e foi começou a receber gravações de todo mundo. E já já, já estamos com, no quadragésimo terceiro ano de lançamento do Jequibal e cada vez mais a coisa evolui. Até que ag, agora em dezembro eu estive em Londres, não fui lá, por causa de música. Fui passar o final de ano em Londres. Mas ahn, sempre acontece algum fato qualquer relacionado com música. E eu acabei conhecendo uma pessoa que era músico amador. E aí ele começou a conversar comigo, então ele dizia que tocava blues e que tocava blues dentro dos doze compassos, que que que que é o paradigma do blues, né? Fazer em doze compassos, a formatação deles é essa, e e dentro do esquema que eu chamo cabeça, tronco e membros. Ou seja, a primeira do tom, a segunda do tom e a terceira. Os que tocam violão sabe, primeira, segunda e a terceira. E isso para mim é cabeça, tronco e membros. Você pode você pode encontrar gente sem membros, mas jamais gente sem tronco e gente sem cabeça.

Então, quer dizer, na pior das hipóteses, conta-se. <laughs> E eu e eu sei que é verdade que o Antônio Carlos Jobim disse assim, estou esperando até agora o terceiro <laughs> Quer dizer, os cara tocam em dois acordes e fazem milhões de música em dois Então, isso é música para consumo, entendeu? Então, conclusão, e esse senhor, ele estava... num num almoço, e a conversa, saiu o meu nome, no fim eu fui convidado para participar do almoço, já quando eles estavam na sobremesa, e a conversa pegou no breu, aí toca es, começamos a conversar sobre música, ele conhecia as músicas, comecei a falar quem tinha gravado, quem deixava de ter gravado, ele conhecia, Aí inclusive chegou a me convidar para fazer um uma entrevista na que ele tinha na BBC, mas aí eu já estava de volta para o Brasil e ficou por aí. E as coisas estão realmente muito, muito, eh, reafirmativas, né? Hoje eu percebo que tudo aquilo que eu pensava Continuo pensando hoje e hoje elas estão se consolidando. Coisas assim, por exemplo, ah, Leonard Feather, ele é autor da enciclopédia de jazz. Você viu, eu lir lei li para você, vo deixei aí até. Ele fala. conseguiu nessa curiosa medida, com com simplicidade e graça, revelar um encanto desse dessa nova conceituação de um compasso de cinco Mais ou menos isso. Essas, essas opiniões, você vai ver de vai ver que elas são são repetidas e E repetidas. Por que esse nome? O nome foi de uma curiosidade, é... No dia que nós encontramos esse (cantarola), aí o cara fala, parece Bossa Nova. Parece, mas não é. Porque Bossa <laughs> Nova é dois ou quatro. Isso aqui é cinco. Tem nada a ver. Parecer é uma coisa e ser é outra.

A gente trabalhava todo dia juntos, né? Amanhã a gente se encontra e vamos ver o que que nó resolvemo. Aí cheguei em casa... Selecionei uma série de nomes, inclusive Zimbábue, Zimbábue, que é o Zimbábue hoje, né? Olha, era tinha tinha tinha selecionado isso como nome. E tinha uma palavra ch que eu t que eu coloquei, Jaquibal. Essa palavra já existia. Ela era eh provocou um monte de confusão eu ter ter falado isso, porque ela já existia para nominar um samba dos negro mina, um samba de natureza folclórica dos negro m dos negros mina em Minas Gerais. Aí eu coloquei Jaquibau. Eu não sei por que cargas d'água.

E eu achei ótimo, porque é uma palavra que tem uma coalescência, bonito isso, hein? Tem um <laughs> uma sonoridade de berimbau, de algo já ouvido, né? Ou mesmo. E também Jequitibá. Enfim, tem tem um... uma série de sugestões. E, no fim, ficou... E não é que Jequibau não não existe em dicionário? Jequibau é Jequibau, a palavra é singular, não existe em dicionário e é hora de registrar. Tendeu? Interessante, E aí v teve um poeta de Cordel que escreveu Jequibau é Jequibau. Falou, a palavra é singular, não existe em dicionário e é hora de registrar. Ele aí fala também do ritmo, né? Fala do Jequibau é Jequibau, nova forma de expressão, e e mostra que, eh, contrariando a tradição, a tradição seria os três e dois. Então é isso. E hoje tem gravações a aqui no Brasil. Quem gravou foi o Jair Ra Jair Rodrigues, gravou Aguinaldo Rayol, gravou o Zimbo Trio, gravou o Hermeto Pascoal com o grupo da Rhodia. Chama-se... Eh... Como é que é o no o nome deles? Brazilian Octopus, um ELE PÊ sensacional. Gravou muita gente.

E aí foi. E eu gravei também, né?

Que lindo, É muito curioso, sabe? E... eu. Não é que eu seja místico ou coisa parecida. Eu volto a repetir. A gente tem uma sensibilidade muito... Ela extrapola. Quando você está ligado, você está em permanente comunicação. Você está vibrando. Ligado quer dizer que você está sintonizado. Então é muito importante. E às vezes eu fico bobo de ver como as coisas se sucedem. Mesmo essa entrevista hoje... ela é um desencadeamento de coisas e coisas e coisa que estão acontecendo então na vibração em que eu estou. Então, eh, eh, o questionamento dos cinco. Veja que coisa curiosa. Os meus avós, vocês devem lembrar-se que eles tive, eh, o meu avô casou com a minha avó e eles tiveram cinco filhos. Eu casei e tenho cinco filhos. Se vocês, eh, when, where, eh, como é? Você tem os cinco dablius, quando, por que, como e isso criou toda uma dinastia. A filosofia oriental, eles imaginam que a o mundo tenha acontecido de uma grande explosão, ou seja, de uma grande vibração. Quando você fala em explosão, uma grande vibração, de um som. É muito curioso, porque, eh, no meu caso, é im é impressionante como tem com como tem vinculação comigo, né? É... O cinco está está permanentemente ligado a tudo que eu faço e acabou culminando com a história do Jequibau, né? E eu cacabei revelando para o mundo, porque hoje o as escolas de música têm métodos de ensino, Todo todos eles disciplinando a questão do cinco na música. A gente criou, você vai ver, está o livro está aí, você tem um Rhythm Digest, é uma orientação de ritmo. O que faz a bateria, o que faz o contrabaixo, o que faz a guitarra, o que faz o solo. e os desenhos se somam e eles têm disparidade de conduta, né? Então aquilo cria uma uma movimentação que é notável. Parece cabotinice falar isso, mas é mesmo, viu, gente? Cinco também são cinco as feridas de Cristo. Tem tem outras coisas que levam a gente a a a pensar, sabe? É... Principalmente essa questão da filosofia chinesa, que eu que me encanta muitíssimo, porque eles têm uma... Eles ta, eles, eles, a sensibilidade pelos sentidos n na filosofia oriental é pelo ouvido. O ouvido é o único... órgão do nosso corpo que não descansa. Por isso, se você estiver dormindo e cair alguma coisa, você vai despertar, porque o teu ouvido está ali. Os olhos é diferentes. Se você acordar durante a noite e na escuridão, por mais que você abra a vista, você não vai enxergar. Você percebe a diferença? Então, a vida no Oriente, ela, ela, o ouvido incorpora, vai tudo para dentro da gente. A visão ocidental é muito a visã haha A visão quer dizer, a maneira de ver a vida na no no ocidente é muito em cima da visão. É tudo daqui para fora. Eu quero ver para crer. Eh, não é isso? Mesmo a a visula a visualização de de Jesus Cristo foi feita... no pincel, por pintores. Eles é que formataram uma figura, ah, ele era assim, ele era assado, e assim, eles figuraram e e até hoje a gente tem como pressuposto isso para para imaginar como seria Jesus Cristo, não tem fotografia. Então, é uma é uma maneira diferente de se de se de de se posicionar, não é? Então, quer dizer, tudo isso acabou repercutindo muito na minha maneira de ser, na minha maneira de enxergar as coisas, na minha maneira de agir. Né Eu vou mandar para vocês todo um arrazoado a respeito dos cinco. É muito interessante. Vocês vão adorar.

Esse negócio de seu. Eu acho <laughs> um absurdo jogar a gente assim. Você não acha? Seu, Seu. Não Não sou

<laughs> estou brincando <laughs> isso meu amor, agora sim

Éh... A gente, já está encerrando nossa, nossa conversa aqui e... Aí a gente gostaria de, de falar um pouco sobre a sua vida pessoal porque... Pois não. Você falou que
Eu casei, tive cinco filhos, só posso te dizer o seguinte, eu o casa... eu... não tinha ideia de me separar, jamais. Me separei depois de trinta anos de casado. E... Mas por quê? Porque a minha ex-mulher, isso até é virtude, não é defeito, muito dedicada aos filhos. De uma certa forma, eu acredito que ela tenha éh me esquecido um pouco né E conforme eles foram crescendo, foram tendo vida própria, a gente não cria filhos para tê-los ali, eles se se libertam. E num determinado momento a vida ficou um, ficou um buraco entre a gente, foi uma pena tudo isso. Separei-me e estou casado com com uma uma outra mulher, com quem estou já há vinte anos, de forma que... Minha vida se resume nisso. Não me queixo do meu casamento. Os meus cinco filhos são os meus cinco sons. Sons, en en entre aspas, o o o filho, a palavra em em inglês, né? São são os meus cinco filhos, são o o são o prêmio da minha vida, né? Éh começa

Um menino, uma menina. Um menino, uma menina, uma menina.

Uma barbaridade de netos. Agora não me pergunte os nomes, porque eu vou me atrapalhar de tantos que tenho. Quantos tem?

Também com cinco né dá para ter tudo isso. A gente está trabalhando para que a a a terra fique bem povoada. E não é que não haja problema de, por falta de gente.

Você falou que talvez ãh não tivesse parado com a televisão, mas tem outras coisas que você
Você sabe, olha, e éh essa fase em que eu estou, essa faixa etária que eu que eu estou vivendo, éh ela é muito retrospectiva. E não é porque ah o sujeito quer ele ele ele pensa muito no passado, não. Pelo contrário, eu penso no futuro. Tanto é que estou fazendo tanta coisa, se o... soubesse os empreendimentos em que eu estou me metendo, é uma coisa bárbara. É como se eu fosse viver duzentos anos. Eu sei que não vou viver duzentos anos, mas eu estou me empenhando nisso. Quer dizer eu não Não tenho uma vida retrógrada, entendeu? Mas é inevitável que Vocês viram hoje pela nossa conversa quanta coisa tem, quanta coisa talvez eu tenha deixado de de focar, de aduzir, de de de revelar para vocês. Não porque não quisesse, porque elas foram superadas por aquilo que eu entendi que fosse mais importante para para a nossa conversa. Eu acho, eu gostaria de de ter, de não ter sido assim, sabe, sempre vanguarda. Vanguarda é é vant-garde, é o que? É naquilo que na na, no militarismo a gente chama das da do pelotão, o do batalhão, que vai na frente para abrir caminho. Ou porque eles têm melhores qualidades e condições para poder abrir esse caminho para o batalhão todo que vem ali atrás. Então, o ah a vanguarda também é a mesma coisa. E eu acredito, e eu provo isso, se vocês m me honrarem com uma visita, eu terei prazer de... Eu provo isso. Eu provo. Eu provo. E não tem meios de não provar.

Sempre na frente, sempre um um passo na frente. Na na. Em qualquer assunto foi assim. Então, esse esse anacronismo, essa falta de sincronia com o que está acontecendo, teria sido, a sincronia teria me colocado no contexto do que está acontecendo e não... Eu falando e, por exemplo, às vezes eu fico em reuniões, eu tenho até que tomar Lexotan, porque eu fico tão tão nervoso, tão excitado, porque as pessoas estão falando coisas que já foram feitas. Hoje mesmo eu fiquei profundamente nervoso. Sujeito jornalista, eu falei assim, fulano, mas isso já já aconteceu assim, assim. Mas isso já... Aí eu falei, não vou falar mais nada, porque ele não está entendendo nada. Ele não conseguia apreender... Aprender, ou seja, apanhar. O que eu estava dizendo disso, não faça isso porque já foi feito. É só dar continuidade a isso e tudo bem. Não, porque vai ser assim, porque vai ser assado. Está inventando a roda. Então, são coisas que, nesse ponto de vista, não que eu seja mais inteligente, não é isso. Volto a insistir, a sensibilidade que o músico tem é uma sensibilidade fantástica. Você não me pergunte por quê, mas eu sei quando, eu percebo quando tem uma pessoa atrás olhando e olho e vejo alguém ali olhando. Quer dizer, você sente isso. Que que é isso? É estar antenado, é você estar na vibração, é você estar, você estar Então, às vezes, eu fico, fico... Agora, por exemplo, eu eu meu maior empenho é é fazer com que algumas coisas que estão acontecendo não passem desapercebidas, mas elas não não não mexem na mídia. Por exemplo, teve aí o Jerry Co, o, o, o Coryell, que é o rei do fusion, Ele ele gravou música minha, do do Útil Gaeta.

E eu e eu e nada, o cara esteve aí, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Quer dizer, pergunto eu, se ele não tivesse conhecido a música brasileira, talvez conhecesse por um outro, mas sei lá quando, como e de que jeito, mas se conheceu por um intermédio da da minha música feita com o útil, poxa vida, sabe? A gente deveria ter alguém dizer, poxa, como foi, que tal? Isso está escrito.

É um desafio. Ah ali Pense você. É um desafio. Você não pode mexer. Aquilo é algo enclausurado. Eu não posso me dar o direito de mudar o que o Machado de Assis fez, ainda mais na ausência dele. Então, quer dizer, foi um foi um desafio. E você se, tem que ver que coisa linda, tirando a pretensão. Sem pretensão, se tivesse feia. Eu toco para as pessoas, elas se emocionam. É uma, é muito linda, ficou linda. Pois bem, agora você comemora o centenário da morte, sai uma página inteira na Folha de São Paulo, sai um fac-símile de uma música, eu vou correndo olhar para ver se é a minha.

Essas coisas magoam. Magoam porque você percebe que está morto, sem estar. Essa, <laughs> a reportagem que saiu do paulistano, foi porque eu mandei um e-mail dizendo assim, eu lamento dizer, sou velho sim, mas não estou morto, ainda estou vivo. Juro por Deus que foi assim que eu falei. Estou velho sim, reconheço, mas ainda estou vivo. Como quem diz, eu fiz e onde estava você quando eu fiz. É muito interessante agora, bom ali nas comemorações da da Academia Brasileira de Letras, você vê as coisas, excrescências, umas coisas que não têm nada a ver. O o que tem a ver é isso. O o Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia, então a música deveria... Deveria estar. O que que eu ganhei? Essa que eu deixo a pergunta para vocês. O que que eu ganhei? Ene a de a Nem o reconhecimento. O que é lamentável. É lamentável a desídia da academia, das pessoas que que a administram hoje, que não tem o que vocês têm aqui. A hombridade de preservar das pessoas, sejam elas quais forem, Tem uma história, todo mundo tem uma história. E vocês têm tido a humildade de me ouvir todo esse tempo. Fico muito feliz e muito agradecido e desejoso que vocês continuem fazendo isso. Porque é isso que que o nosso país carece, sabe? De respeitar o passado. Não existe futuro se nós não tivermos passado, gente. Sem passado você não tem nem presente. Então é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.